morava, né?

E você sabe por que que eles decidiram colocar o nome
Ai, desculpa. Eh

Eu falei só o nome dela, não falei o

Você sabe por que que eles decidiram colocar o nome do seu avô

Ai assim, eh o meu pai conversou com a minha mãe.

Dá o nome do avô, né?

Aí aí acabou por decidir esse nome, assim.

Tenho, por parte de pai. Meus pais são separados. Eh eu eu moro com a minha mãe des desde pequeno, com a minha mãe e com os meus avós, né? E o meu pai mora no sul do país.
Seus pais se separaram, você era
Eu tinha cinco anos. Cinco anos.
Mas você teve, então, pelo menos um período aí?
De contato, sim. Hoje hoje eu ainda tenho contato. Não é tanto devido à distância, mas mas eu ainda tenho.
Então, antes da gente ãh falar então desses seus irmãos, me conta como é que foi esse período de infância, de convivência com seus pais até os cinco anos?

A minha infância foi muito boa, porque eu era filho único, eu era neto único, sempre teve mimo, eh sempre tive muita atenção, muito cuidado. Então eu percebi que a minha formação, foi ne nessa época, foi muito importante ter esse apoio da família. Então eu eu eu me lembro com com carinho dessa época, eu eu eu gostava. E aí depois meus pais se separaram, foi uma época turbulenta, mas eu também acho que isso foi benéfico para para o meu amadurecimento, mesmo que muito novo. Eu comecei a a a ver as coisas de um jeito diferente, uma realidade diferente. Foi muito difícil, muito sofrido, mas mas eu acho que isso contribuiu para o para o meu crescimento. Acho que hoje eu sou o que eu sou por causa de todos esses obstáculos que que eu consegui superar.
E quando seus pais se separaram, então sua mãe decidiu morar com com os pais dela?
Com os meus avós, é, porque eu estava sozinho com ela, né? Eu fiquei morando um tempo só com ela, só que a casa era é como se fosse muito grande, ficava muito sozinho. Então a gente acabou indo morar com os meus avós.
a atividade dos seus pais? O que que o seu pai fazia? Eh...

E aí essa casa que você está dizendo que vocês moravam os três, que era grande?
Era dos meus avós.

E aí vocês... Aí a gente acabou, assim, ela era dos meus avós, só que eles moravam em outro lugar. Aí eu fui morar onde eles moravam e aí a gente deixou aquela casa.
E como é que era essa primeira casa, então? era grande, mas como é que era? Ela...
Ela tinha tinha um quintal e eu lembro que eu brincava muito que é onde ficava o meu chiqueirinho quando era quando era bebê. Eu não lembro quando eu era bebê, mas eu eu vejo as fotos, então parece que eu lembro. E eu sempre fazia muita arte naquela casa. Minha mãe, ela falava que não sabia se ela ia sobreviver até eu passar dos cinco anos, porque eu deixava ela de cabelo em pé. Eu lembro até que no no quintal tinha ela passava roupa. Aí eu sempre ia, eu ficava prestando atenção nela passar roupa, né? Aí teve um dia que eu cheguei, mãe, eu passei a roupa para você. <laughs> que que você fez? Passei a roupa, mãe, vem cá ver. Aí ela chegou e eu tinha ligado o ferro, eu tinha passado o ferro na mesa, sem nada. Aí ficou tudo queimado, mas ela ficou preocupada de eu ter me machucado, né? Só que graças a Deus não não aconteceu nada. Mas mas eu eu fazia muita arte
Porque você ficava só, é isso?
É, eu tinha ela Eu tinha os meus amiguinhos lá, que tinha uma pracinha ali perto, que chama praça do bonde, tinha que ter um um bonde antigo lá. E eu brincava lá, eu ia muito lá, só que a maior parte do tempo eu eu ficava com a com a inha mãe também.
Mas ela também com os
É, mas ela tinha os afazeres, é, aí eu ia aí quando ela quando ela ia dar aula eu ia eu ia para casa dos meus avós, então cada cada vez eu eu ia para casa de um.
Está certo.

E como é que era a casa dos seus avós? Também era grande?
Ela, assim, grande porque tem pouca gente agora, né? Eh... Nessa casa moravam, quando eu cheguei com a minha mãe, meu tio mais novo morava lá, o irmão dela, que ele estava... Antes, eu acho que ele ele já tinha entrado na faculdade, então ele vinha de finais de semana. Aí o meu avô e a minha avó e eu e a minha mãe, então tinha tinha espaço para todo mundo, né? Mas aí depois o meu tio casou e saiu, o meu avô faleceu, aí agora voltou a ficar grande, né? Porque só só tem basicamente minha mãe, minha avó e eu, e agora eu saí também, né, então só tem elas duas. Eu sinto saudade de lá.
É, mas é uma casa também, assim, com quintal.
É, tem tem um quintalzinho, não é enorme, assim, mas, assim, é uma casa confortável.

pai, logo quando eles se separaram, o seu pai já mudou para o sul ou não? Vocês... ele ficou

E aí ele ficou lá, deixa eu ver, quase dez anos. Não dez anos. É, quase dez anos. Bastante tempo.

Então agora me fala desses seus irmãos, como é que eles chamam?

Eu, assim, no começo, quando eu era mais novo, eu eu não tive muito relacionamento com eles, porque eu era eu era pequeno, não entendia algumas coisas e eu tinha alguns ressentimentos, mas depois eu fui crescendo, eu fui fui vendo as coisas de uma maneira diferente. E eu me aproximei deles, eu gosto deles e sempre que eles vão lá na casa do meu avô, eu eu vou lá, visito eles.

O meu irmão, ele <laughs> algumas partes parece comigo porque ele gosta muito de videogame. Nessa época eu também era fissurado em videogame. E a minha irmã é muito carinhosa, então ela ela é uma gracinha. Eles são mais novos, eh ele tem onze, ela vai fazer eu gosto deles.
Que bacana.

Sim, sim. Infelizmente, minha avó paterna também faleceu. Ela faleceu eh ano passado. Ela fez um ano faz dois dias. Ela também era era muito importante para mim.

Era uma incentivadora muito importante que eu tinha. Ela sempre esteve do meu lado, sempre me deu muita muita força. E, felizmente, agora eu não tenho mais a companhia dela, mas ela ainda está no meu coração.
Ela é uma avó que... É... Que que que te marcou nessa relação com essa sua avó paterna?
Quando eu era criança, eu eu não tive muita muita relação com os meus avós paternos, porque até então eu ficava com os meus avós maternos, que que me criaram e e fizeram tudo por mim também, eles foram sensacionais. Mas aí, quando eu fiquei mais velho, eu acho que eu tinha uns doze Eu acabei voltando a a frequentar a casa deles e e e reatei os os laços e foi foi muito bom.

E todo mundo convive bem? Hoje a família da sua mãe, com a família do seu pai
sem problemas, tranquilo.
E o neto continua mimado?
Não, não, assim, eh eu eu fui mimado, mas eu não era eu era uma criança mimada, mas eu não era uma criança chata. Porque apesar de de ter todos os mimos, toda ser o centro das atenções, a minha avó, o meu avô e a minha mãe, eles sempre me deram uma educação muito forte. Então, eh eu sempre tive, eh sempre procurei ser edu educado com as pessoas. Eu fui criado, eu acho que de uma maneira diferente do que uma criança que é filha única normalmente é é E eu acho que que isso foi muito bom. Eu sempre sempre lembro do dos meus avós eh maternos, da minha mãe, como os formadores do meu caráter, vamos dizer assim.
Dá um exemplo para mim do que você acha que foi uma educação bastante forte.

O que eles falavam, por exemplo?
Uma coisa que ficou, que tem a ver também com a minha história, que eu que eu vou contar daqui a pouco, é o comprometimento com o estudo e também nas minhas relações com as pessoas. Você ser sempre cordial, você sempre ser solícito. sempre sempre ajudar as pessoas. Isso foi uma coisa que que eles me passaram, que que eu que eu valorizo bastante. Também o comprometimento com o estudo que que me levou a fazer muitas coisas durante durante o meu ensino médio e vamos ver agora na minha universidade também. <laughs> É isso ai.

minha época de infância? é uma cidade que era mais tranquila do que ela é hoje, bem mais tranquila. Ela tinha alguns pontos tradicionais que continuavam sendo pontos de encontro, como o Clube da Cidade, as praças, ainda tinham os colégios que que tinham maior tradição, como o colégio que minha mãe dá aula, que apesar de ser uma escola pública, é uma escola muito antiga, muito bonita de lá. E a escola onde ela estudou e eu estudo, que que também é é uma escola antiga da cidade, que eu estudei, desculpa, nossa, que eu estudo ainda preciso...

Eu até lembro que eu falava para a minha mãe... Não, mãe, eu quero ficar mais, <laughs> deixa eu ficar mais aqui. Porque ela vinha me buscar não, eu quero ficar mais. Então, assim, eu sempre eu sempre me senti bem lá. Era uma cidade mais verde do que ela é hoje, tinha tinha muitas árvores, assim, pelo que eu me lembro, né? menos carros.

Veio o desenvolvimento, vieram mais pessoas de fora, mais mais automóveis, menos árvores, mais casas. Então, está crescendo muito, está crescendo rápido e e mudou bastante desde a desde a época que que eu que eu vivi lá.
E você estava dizendo então que você tinha muitos amigos, você brincava na praça do bonde.

E que mais? Mas o que que vocês brincavam?

Ah, jogava bola, ai brincadeira de corre-corre, esconde-esconde, essas coisas tradicionais, assim, vamos dizer. Tinha... Tinha também um uma quadra lá onde o pessoal andava de skate. Eu nunca andei de skate, mas eu sempre ficava vendo o pessoal andar. Mas bem, bem... Aí andava de bicicleta também, eu lembro. Eu lembro que eu ganhei do Papai Noel a minha bicicleta, né? Aí eu ia andar de bicicleta

até uns quatro, cinco anos, eu acho, eu acreditava. Minha mãe, ela fazia de tudo para para eu acreditar. Eu lembro que teve uma vez que eu...

Então, minha mãe, ela se esforçava muito para manter esse esse esse lírico da criança de acreditar no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, e eu acho isso muito bonito, eu acho que que isso é é uma fase gostosa que a gente lembra, né?
lembra com carinho disso.

Como é que era? Põe o sapatinho ou o Papai Noel ia de verdade na sua
Não, põe o põe o sapatinho. Papai Noel ia na minha escolinha, <laughs> na escolinha o Papai Noel ia.
Então antes de dormir, põe o sapatinho na árvore, na janela, como é que era?
É, tinha uma arvorezinha, né, aí a gente deixava, eu deixava ali na perto da árvore, eu acordava de manhã cedo, eu ia correndo, vamos lá, vamos lá.

Então a gente ia sempre na casa dela no Natal.
materna?
Materna, materna, é. E aí o presente ficava embaixo da da caminha que eu que eu dormia lá.
Mas também põe um sapatinho.
Também põe um sapatinho.
E essa sua bisavó, como era o nome dela?

Ah, que bonito.

Como é que chamava a escola?

Era... era... Não era longe.

Era perto, era de onde eu morava... Quando quando eu morava com a minha mãe, era perto. Agora, onde eu moro onde eu morei com a minha avó, era mais longe.
Você ia a pé, então, para a escola? É, eu ia
eu ia com a minha mãe. Ela ela ela me deixava de carro, porque ela me deixava ela já ia dar aula, né? Então, aí... Mas, às vezes, eu ia a pé ai, também Às vezes, o meu meu tio ia me buscar também. Então, sempre sempre teve essa facilidade de acesso. eu falei que tem tudo a ver, né? Porque é arte, né? É eu era arteiro, então arte nossa, tudo a ver com com o que eu
E você adorava, então, a pré-escola.
Ah, eu gostava.
foi bem marcante desse período?
Bem marcante? Deixa eu pensar. Você falou de brincadeira de Eu lembro eu lembro muito de quando eu aprendi a a ler a ler e escrever, minha alfabetização, que eu aprendi com com seis anos. E aí eu tinha a minha classe, né? Tinham dois amigos, um menino e uma menina, que eles tinham aprendido mais rápido do que do que todo mundo. Eu não sei como, eles eles já sabiam, alguém tinha ensinado. que que aconteceu? Eles pegavam e ensinavam para a gente.

Então eu lembro eu lembro bastante disso, era bastante gostoso. Aí tinham as tias também, que eu que eu que elas eram as as professoras, né? Era era bem
Tem alguma que te marcou mais, que você lembra mais?
Todas marcaram, acho.

A gente não tem muito contato não tem um contato muito próximo, mas sempre que a gente se encontra, a gente lembra daquela época. É gostoso.

E aí, da pré-escola, você foi para essa escola onde sua mãe havia

Que é onde a minha avó, por parte de pai, também estudou. Então, eu fui, vamos dizer assim, a terceira geração a estudar lá. Então, é um colégio de freiras. Então, é muito ligado com com... No co no começo, hoje não é mais assim, mas quando eu estudei lá, no primário tinha uma ligação mais forte com com a religião, mas não com com o intuito de ensinar religião, mas ensinar cidadania também. Então, tinha toda a parte da da religião, mas... Formar formar cidadãos, formar uma uma pessoa familiar, com com com bons princípios. E eu acho que isso também foi foi muito importante na na minha formação.
colégio católico.
É, um colégio católico.

Todo o tempo, desde o da primeira série até o ensino médio, sempre teve esse clima familiar, esse clima de amizade que que facilitou muito o crescimento, não só meu, como de todas as pessoas que estudam lá. Tanto é que era engraçado que teve uma uma pessoa

Você acabou fazendo primeira comunhão lá
Fiz primeira comunhão
Colégios católicos, normalmente.

Então eles ajudam as criancinhas, dão oportunidade.

Você sabe que que que ramo católico são essas freiras?
É de uma congre congregação sacramentina... Ah, tá... que tem muitos colegas na Bahia, aí elas são da França, aí tem na França, na Itália, no no Reino Unido, aí tem lá na Bahia, eu sei que tem, que eu tenho certeza que tem em Vitória da Conquista.

Não é uma rede, mas é uma congregação onde todas têm, vamos dizer assim, uma parceria.

Ah, não, não.

Antigamente era só

Só meninas. Na época da minha avó era só menina. Aí na época da minha mãe, quando ela era mais nova, eu acho que ainda era só menina, mas depois mudou. Aí ficou ficou misto.

O interessante foi que no ano que, quando minha mãe terminou o terceiro ano, eles não tinham mais ensino médio. Deixou de ter o ensino médio por vários anos, e aí quando eu estava chegando na sétima série, voltou a ter o ensino médio. Aí eu pude continuar, ficar lá. Tanto é que minha mãe ficou super feliz, né? Falou, nossa, que bom, vai poder continuar aqui no colégio.
E era forte o colégio? Porque os colégios católicos Ele ele é forte. Tem...
Na minha opinião, eu acho que ele me deu uma base muito muito boa. Apesar de agora eu estar fazendo cursinho, eu acho que o colégio foi foi essencial na na minha formação e a a base, tanto como eu disse, familiar...

Todos os professores muito competentes.
E quem te marcou mais de professores?

Ele entrou no colégio na quando eu estava na quinta série, então ele foi a primeira turma que ele que ele deu aula foi a minha. E ele ainda está lá e ele deu aula até o terceiro ano para essa turma. Então eu criei um um vínculo forte com ele. E os professores da minha escola normalmente têm um relacionamento com os alunos. Então esse professor é como se fosse um paizão para mim. Então a gente combinava, vamos jogar futebol, aí ele chamava, ah, vamos assistir o jogo na minha casa, o jogo do São Paulo, né, que ele também, eu sou são paulino, ele também.

você gostava de história, então?
Gostava muito de história, sempre gostei. Principalmente das aulas dele, que revolucionaram, assim, né, porque ele ele tem uma didática muito diferente. Então, por exemplo, ele ia explicar sobre o começo do mundo, ele apagava as luzes, o começo da da da... Quando teve a pré-história, ele apagava as luzes, aí fazia uma encenação para dar introdução e e fazia da da classe totalmente diferente. Ou quando ia falar da guerra, ele... Ele botava a mesa no chão e fazia assim, não, guerra, não sei o quê. Então, ele sempre teve teve um uma abordagem muito muito interessante para incentivar também são crianças, né? Eu tinha onze anos, doze anos nessa época. a se interessar, e também no ensino médio tem uma abordagem mais madura, correlacionando a história com com o que a gente vive hoje, com o que está saindo nos jornais, na na tê vê, e relacionando tudo isso, então acho que que ele ele é um ele é uma pessoa fantástica.
Legal, esse é o segredo de um bom pro professor de história, né? Em geral o pessoal não gosta de história <laughs> então que

E me fala uma coisa, no primário eram mais freiras as professoras
Não, não, só Só religião... Ah, só religião Sempre foram professoras que, então, assim, como eu disse, eles tinham um vínculo com a religião, mas não era uma coisa... mandatório, vamos dizer assim, não é a imagem ditatorial que as pessoas têm num colégio de freiras. Então, sempre foram professores. Antigamente eram as freiras, tanto é que as tinham a formação acadêmica necessária para para para dar aula, só que aí depois isso começou a a ser renovado e e eram professoras. Lembro que era o primário todas professoras e depois no ginásio misto, professor, professora, tudo.
E você gostava de história? O que mais que você gostava?
Gostei muito de história e geografia no top, biologia também, sempre gostei muito, mas biologia só foi aparecer no final do ginásio, indo para o para o ensino médio, mas sempre gostei da parte de línguas também, na na área de humanas eu sempre sempre tive maior afinidade, vamos dizer assim.
Você era um bom aluno, no
No geral, sim. Sempre fui, sim. Porque a a minha mãe e minha avó, elas eh elas, como eu disse, elas tinham esse comprometimento com a educação.

Então, elas sempre me incentivaram muito a estudar, ser um bom aluno, a ter boas notas. Tanto é que eu sempre tive bons relacionamentos com professores, porque eu me interessava, eu ia atrás, eu perguntava. Isso isso realmente acontecia.

Ah, eu acho que muito, porque eu acho que ela passava muito das experiências dela na escola dela para mim.

E ela sempre me levou também, tinha umas feiras de ciências na na escola dela, ela sempre me levava. Eu era pequenininho, eu ia ver feira de ciências do ensino médio, então ela sempre sempre trouxe isso para casa e e traz até hoje, né? Porque a gente conversa sobre educação, a situação que está, como melhorar e e du acho que que ela trouxe, sim.
E ela dá aula de que?
De literatura. Literatura?

Sempre que eu que eu, em literatura também, eu chegava antes da prova. Mãe, vamos conversar? <laughs> Vamos conversar?

Não, não cheguei a ter aula com ela.
Ela dá aula na escola
Na rede pública... pública É. Ela dá aula na rede pública.

Seguindo? Bacana, foi bem lembrado mesmo. Mãe professora eu acho que nunca é bom, né? Meus filhos pelo menos odeiam.

pensar bem aqui Porque a gente fala, assim, do dos professores, mas sempre, eu acho que todos foram importantes.

Todos contribuem de uma maneira mais forte ou mais indireta. Todos, assim, têm têm eu acho que que, uma ponta nesse trabalho.

A maioria sim, assim, a a minha classe de primeira série mudaram, não mudaram acho que nem cinco, seis pessoas, assim, que acabaram saindo ou que se mudaram. O que aconteceu foi que entraram mais classes, então tinha uma classe a e uma classe bê. Então, durante o primário, classe a e classe bê, sempre separada. Aí, no ginásio, eles misturaram as duas, aí continuou, classe a e classe bê. E no ensino médio, ju juntou a a e a bê, porque teve al tiveram alguns amigos que saíram, mas minha classe inteira, a maioria das pessoas, eu tinha um relacionamento de mais de cinco
E você mantém alguns amigos

tem tem essas interações.
Sempre teve essa coisa bem tecnológica, videogame, eme esse ene, como é que é esse com eles?
Eu eu acho que por ser muito sozinho em casa, vamos dizer assim, eu gostava muito de ficar no videogame. Eu lembro que o videogame fez fez parte da minha infância, com certeza E eu acho que na na na formação também, porque é um é você trabalha muito com raciocínio, você tem que pensar, todos os jogos, seja um jogo de futebol, você tem que ter estratégia. Então eu sempre ficava ali no videogame, eu sempre gostei muito. E e eu acho que isso ajudou também, eu também chamava os amigos para jogar. Que console você tinha? Eu tive um Atari que era do meu tio, um clássico que pouquíssimas pessoas puderam jogar, aquele lá. Aí jogava tinha um de corrida lá

Pac-Man, aí depois eu ganhei do meu padrinho um Super Nintendo. Nossa, que na minha opinião o melhor de todos é o Super Nintendo. Eu jogava Mario, futebol, Street Fighter, tinha eu ia na locadora com a minha avó, minha mãe minha avó me levava na locadora, aí eu alugava um jogo, levava para casa, ou jogava lá mesmo. Então, assim, o Super Nintendo marcou. E que mais?

Aí depois... E minha mãe, ela sempre tinha uma filosofia assim comigo. Assim, para você ter um novo, você tem que vender esse que você tem. Você vendeu esse daí, você compra o outro. Porque ela ela sempre, apesar de eu de eu sempre ter tudo que eu precisei, eh a minha mãe cuidou muito bem desses desse excesso. Que eu acho que o que o que acaba... Desconstruindo o filho único é é isso de ter ah não ter cinco videogames, cinco não sei o quê, dez dez celulares. Então, ela sempre sempre tomou cuidado com isso. E aí eu lembro que depois do Super Nintendo eu tive um um Nintendo sessenta e quatro, que que também... Eu sempre gostei do mesmo estilo de jogo, sempre joguei muito futebol no videogame. Assim, o top do top. Aí eu tive um Playstation, aí eu dei meu Playstation para minha prima e ganhei um Playstation dois da minha mãe. Aí eu fui viajar agora, da minha mãe não, da minha madrinha, desculpa. E agora eu fui viajar, aí eu trouxe um um Nintendo Wii, que aquele do sensor de movimento e tudo mais.
Legal, já comprou o Fit, não?
O Fit, não, não, não aquela balancinha lá é é é muito, é assim, é é um absurdo aquilo lá, porque, assim, o Wii é bom, só que ele é caro. Então, lá eu comprei fora, então eu comprei bem bem mais barato. E eu não compraria o Wii se eu estivesse aqui aqui no Brasil. E o Wii Fit, nossa senhora, é é muito legal, mas eu prefiro sair na rua e correr, <laughs> e pular, e jogar futebol, que eu acho que... É mais saudável e e e é mais em conta também.

Sim, sempre fui. E aí, ãh como é que surge, quer dizer, toda essa mudança, essa transformação? Conta um pouquinho para a gente como é que foi estar chegando no final do médio e aí ter que tomar as decisões da vida, como é que foi isso?
Bom, foi um processo longo. Eu acho eu eu vou agora eu vou eu vou entrar um pouco mais a fundo do da do do que foi o meu ensino médio. Bom, como eu disse, eu era um um bom aluno, né, os professores gostavam de mim. E teve um projeto na sétima série que chamava Escola da Água. Estava na sétima série. Aí eles pegaram dois alunos de cada classe para fazer estudos sobre a água no laboratório.

E aí foi através desse contato que eu comecei a fazer iniciação científica. Eu tive esse contato na sétima série e na oitava série surgiu a oportunidade de de de trabalhar num projeto mais com mais seriedade.

E foi a partir daí, eu fiz o meu primeiro projeto, eu trabalhei, continuei trabalhando na parte de qualidade da água, né? Aí trabalhei com com bovinos, qualidade de água para bovinos. E... E a partir daí eu fiz, tive vários outros projetos, tive mais três projetos. E bom, perdi, você tem que fazer perguntas, senão eu não sei
Então já quero, não, está bom, está ótimo, está ótimo, está ótimo.

como se fosse... Eu trabalhei dentro de um controle para um nível estabelecido de água de qualidade para os bovinos, porque eles consomem muita água. Então, para eles terem um um bom desenvolvimento, eles precisam eh ter uma uma qualidade de água mais aprimorada. Não tanto quanto a do ser humano, mas... melhor do que não não só um um um córrego, um riacho abandonado. Você tem que ter um cuidado, um controle.

Então aí eu trabalhava com água para humanos, para bovinos e para agricultura e com impactos de humanos, de bovinos e de agricultura numa numa relação de de duas vias, assim, vamos dizer assim.
Tá, ainda no ensino médio.
Ainda no ensino médio.
estava falando que você fez um primeiro projeto, tinha um um nome esse primeiro

E eu trabalhei com com uma parte mais avançada assim do que o ensino médio normal, porque normalmente quem faz esse tipo de projeto está no ensino técnico. Eu fiz o ensino normal, então eu tive ajuda dos meus orientadores para ter essa introdução ma mais a a fundo de química, de biologia, e como fazer um trabalho, um método um metodo científico, trabalhar com instrumental, ter acesso a esse instrumental, vários aspectos que dependeram muito dos meus dois orientadores que eu tive durante... Essa trajetória.

Você era um menino né? Que idade você tinha?

para quinze anos. Eu estava estava começando ainda, era tudo muito novo, tudo tudo muito diferente.

Então, eu com quinze anos, eu tinha feito um projeto, eu estava indo para a Alemanha, então era uma coisa muito nova. Eu acho que isso foi um incentivo muito grande, porque eu falei, nossa, isso vai para frente, né? Eu senti que que eu tinha um potencial para para continuar Nessa caminhada, em dois mil e seis, eu fui para Stuttgart eh com com outros alunos, mais cinco alunos do Brasil.

E eu voltei de lá.

E foi aí que começou uma corrente de feiras, de conferências, e eu acabei viajando para muitos lugares. Eu eu fui para a Rússia, eu fui para apresentei trabalho na Espanha, apresentei nos Estados Unidos uma feira da Intel, na Ucrânia, fiz um intercâmbio escolar na Croácia, fui para a Dinamarca, assim, eu acabei me me envolvendo mesmo com isso durante o ensino médio e além dos estudos, boa parte do meu tempo eu dedicava eu dedicava a isso.
Vamos trocar? Então tá, você vai me contar já já essa sequência.

Podemos seguir?

Quer dizer, você estava viajando à beça, né, levando quer dizer, e ao mesmo tempo estudando. Até que ponto isso você conseguiu equilibrar?

Na escola, eu não tive problemas de nota. Também, eu sempre fui apoiado e incentivado pela minha escola, então sempre que eu precisava viajar e eu ia ter uma prova, ou eu fazia a prova antes, ou remarcava para fazer depois, ou eu fazia algum trabalho para completar a nota. Eu sempre tive essa flexibilidade na minha escola. Só que não dava mais para para ter só nove, só dez. Assim, eu eu era um bom aluno, mas não era só dez. Eu tinha tinha matérias que eu ia melhor, que eu não precisava estudar tanto, mas tinha matérias, por exemplo, a matemática, que...

Foi nos três anos do médio. No...
No primeiro colegial eu estava começando, aí foi quando eu fui para a Alemanha, aliás, é, eu fui para a Alemanha Em dois mil e seis eu fui só para a Alemanha. Aí resumiu isso, eu fiz o trabalho, fui e pronto.

E depois da eu fui para a mesma conferência da Alemanha que ia acontecer na Rússia. foi uma atrás da outra. em março e a da Rússia em abril, com outro trabalho já. Então, a partir de dois mil e sete, o ritmo o ritmo foi foi realmente aumentando. É e oito foi, nossa, que nem o pessoal brincava na minha escola, eles me chamavam de turista lá, porque eu eu ia lá fazer turismo, porque eu ficava mais fora do que...
Deixa eu voltar uma coisa. Como é que foi chegar em casa e contar? Mãe, vó, vô, eu vou para a

Nossa, eu saí pulando em casa. Eu gritei tanto. Sério, eu gritei tanto. E minha mãe, minha avó, todas alegres. Nossa, tanto lá em casa quanto os meus avós paternos, nossa, a minha a a minha avó paterna também ficou emocionada, porque ela é descendente de alemão, então então teve teve esse todo esse espírito, assim, toda essa energia, que foi muito bom, que eu eu eu devo parte do do meu sucesso lá realmente a a esse apoio da família que que foi essencial. Aí eu ligava todo dia, ai mãe Foi a primeira vez que eu que eu viajei para um para um país na Europa, né, que é uma cultura totalmente diferente, uma língua diferente, eu tinha que me virar com inglês, porque alemão, né, sem condições para mim, né por enquanto, vai saber o que eu vou fazer ainda. Mas mas, assim, foi uma eu acho que foi uma prova para mim, sabe? Foi um foi um teste muito grande, porque é uma oportunidade, mas não deixa de ser um obstáculo, porque eu era muito novo. tudo bem que eu não sou muito velho, mas <laughs> mas era muito

Era mais novo, era a primeira experiência que eu estava tendo, então eh eu tive uma preparação para apresentar esse trabalho. O meu inglês, eu eu sempre trabalhei, fiz fiz eu inglês dentro e fora da escola desde pequenininho, mas é difícil porque é um trabalho científico, é uma outra abordagem, é uma outra linguagem. E eu conheci muitos amigos que hoje, até hoje, estão presentes na minha vida. Então, foi uma a primeira experiência foi realmente... Eu acho que foi, não digo a mais marcante, mas marcou um um bom começo, vamos dizer assim.
Você disse que você ganhou um prêmio, é isso?
na categoria de eh Ciências Ambientais, aí eu recebi o terceiro prêmio nessa categoria. E foi totalmente inesperado, porque eu cheguei lá eu falei, nossa, eu já estou no lucro, eu estou aqui, né? Estava estava super feliz, né? E e aí eu estava sentado ali, eu estava até conversando com o pessoal lá na na hora da da entrega, e eles estavam fazendo a chamada com por slide, assim, né? Então tinha a foto e o trabalho, né?

O que minha foto está fazendo ali? <laughs> Aí eu saí correndo e falei, nossa senhora. Então, eu acho que eu eu fiquei muito emocionado. Eu estava quase chorando lá. eu estava mais feliz que que os caras que estavam ganhando o primeiro lugar lá. estava estava explodindo.
E os seus orientadores possivelmente também muito
O meu orientador não pôde ir, mas o moço que levou a gente, o professor que levou a gente, ficou muito feliz. Tanto é que foi por isso que ele que ele me credenciou para a

Realmente, eu eu eu alcancei um ele ia escolher um projeto para para mandar para lá, eu consegui alcançar um objetivo e ele falou, vou mandar você.

E aí, como é que foi essa experiência da então, no ano seguinte?

Aí era outro projeto, só só para... Eh... O da era o mesmo projeto da Alemanha.
Só que o que mudou na O que eu tinha participado na Alemanha era uma conferência. Então, eu apresentava para uma banca e... Espera aí só um momento. Eu mexi o microfone, tem problema?

Então, eu apresentava o meu trabalho para uma banca e... Era uma vez só. Eu apresentei, acabou. É isso, é uma chance. Não tem não tem choro nem vela. Errou, errou, tropeçou no fio, quase que eu fiz lá, quase que eu tropeçou no fio. Não tem jeito.

Eu acho que a ela traz um outro ambiente porque são mais alunos, porque é um é um stand, é um é um como se fosse um lugar amplo onde você tem o seu stand e você fica expondo o seu projeto. Então você conhece alunos, orientadores de alunos, os avaliadores, os patrocinadores... Então, eu acho que a oportunidade de de trazer mais conhecimento, enriquecer o a sua cultura, até mesmo a parte técnica do trabalho, é muito maior. E a interação com as pessoas. Então, você trabalha muito as suas habilidades interpessoais. Eu eu eu gosto muito da de devido a essa essa abordagem.
E você pode conhecer os outros
Os outros projetos. Eh... Não necessariamente na hora, quem é projeto individual é difícil, não necessariamente na hora que você está expondo, mas depois você pode dar uma volta, bum banner, achou legal, volta lá para conversar no outro dia. Você faz amigos e eu fiz amigos que também estão presentes na minha vida. Eu sempre tive muitos relacionamentos dentro dentro dessas feiras. E a também é uma grande impulsionadora, porque ela é uma feira que tem vários contatos com outras feiras.

E aí também tem outra história, mas enfim, vou fazer
pois é, porque da você foi para a Rússia. É
aí depois tive a recebi o prêmio e fui para a Rússia.

E eu fiz com ela, só que ela não podia ir, não ia dar para ela Então, só eu fui representando o trabalho, né?

A atrazina é um é um agrotóxico, que ele é já já foi proibido, mas ele é ainda largamente utilizado no no Brasil, e ele é utilizado de maneira incorreta, assim, abusiva. Então, que qual que era o objetivo do trabalho? Analisar qual é o impacto da atrazina se ela é utilizada de maneira exacerbada num ambiente aquático e num ambiente de solo. Então, assim, porque você tem atrazina, você tem o quanto você deve usar. Mas eu queria ver o que acontece... se você usa mais do que isso, se você usa o que eles mandam e ou usa mais do que o o necessário, vamos dizer assim. Aí eu fui na Rússia e a Rússia me trouxe um conhecimento de mundo muito diferente, uma cultura completamente diferente. Porque a Alemanha, apesar de ser União Europeia, Primeiro Mundo, você consegue reconhecer algumas coisas que você tem aqui. Porque tem os imigrantes e tudo mais, mas a Rússia totalmente diferente. Porque você teve a União Soviética, são outras pessoas, é outra cabeça, é outro clima. Eh a conferência foi em São Petersburgo, que na minha opinião é a cidade mais linda desse mundo. E eu fiquei apaixonado por lá, os russos, a cultura russa, a língua russa. tudo de lá me me fascinou, e a conferência também foi foi muito boa, porque eles levaram a gente para os lugares mais mais importantes, a gente passear bastante ter contato com a história de de São Petersburgo e da Rússia, muito, muito próxima. Então, eu participei da conferência na Rússia, aí eu voltei, E no final do ano eu fui para a feira que a mandou Aquela do Sul. A do Sul, que é internacional também. E a Mostratec eh também mora no meu coração porque foi dela que vários horizontes se abriram. Bom, começando. Cheguei na Mostratec, a princípio eu não conhecia ninguém. Eu fui com a minha mãe, a minha mãe foi comigo, dessa vez na ela ela veio também, mas na na Mostratec ela ficou comigo o tempo todo. Ela me ajudou muito a montar o estande, eu tive um monte de problema lá por causa de tamanho, mas deu tudo certo com a ajuda dela. Com o mesmo trabalho? Agora, com o que eu fui para a

Porque como como é credencial, eu tenho que ir com o que eles me me credenciam. O da Rússia ficou por lá. Eu só mandei lá e não nâo andei para mais nenhum lugar com ele. Ficou na Rússia. Mas esse esse trabalho, depois eu aprimorei, mas enfim, vamos chegar lá. E na Mostratec eu cheguei sem conhecer ninguém e eu acabei fazendo mais relacionamentos do que na E também encontrei com pessoas que eu conheci lá. Então, eu conheci duas gêmeas muito muito carismáticas que que eu tenho contato até hoje, inclusive uma delas hoje é minha namorada. Então, a gente eu eu tive esse contato também com os pais delas, professores e o que era interessante, estrangeiros que vinham para o Brasil naquela feira. Então, eu fiz amizade com dinamarqueses, com romenos, americanos. E tudo isso foi muito bom, porque, de novo, é é outra vivência. São feiras semelhantes, mas diferentes, vamos dizer assim. Toda toda Toda vez... tem uma... tem tem um um plus. É.
Foi no Sul, mas em que lugar?

E eles organizam essa feira há mais de vinte anos. Esse ano agora, fazem três dias, ter terminou a vigésima edição já. Então, são vinte e quatro anos de trabalho. E eu conheci...

foi foi inspirador participar da Mostratec, E os resultados lá também foram muito bons. Então, eh eu consegui o prêmio da minha categoria. De novo, esse era totalmente inesperado também, porque eu tinha acabado de chegar lá. nenhum prêmio é esperado, né?

mas o de lá foi foi assim, eu eles me chamaram para o lugar para o prêmio de categoria, e depois eu sentei, estava cuidando da minha vida, e tem o prêmio mais importante de lá, que é para participar da maior feira de ciências que existe no mundo, que é a Intel International Science Engineering Fair, que é nos Estados Unidos, que aquele ano ia ser que ia ser depois ia ser em Atlanta. Falei, nossa, que legal, né, Atlanta, deve ser bacana, né, o cara que consegue ir para para essa Aí eu estou sentado e tinha um tem uma oportunidade só para, eles selecionam nove projetos, só que o único que eu me encaixaria seria projetos de outros estados do Brasil, que são dois individuais e um em grupo. Aí eu falei, ah, de jeito nenhum, que acha eu ir nesse lugar? Estava estava tranquilo na minha sentado na cadeira, aí eu olhando para o lado, conversando com meu amigo de novo, me chamaram, aí, nossa, eu não acreditava, aí todo todo todo aquele grupo que tava comigo, nossa, eles me levantaram e pularam junto e ficaram ficaram muito felizes E aí eu comecei outra caminhada, porque acho que a Mostratec representou um ama um amadurecimento maior também, vamos dizer assim. Porque foi foi o momento que eu cheguei e falei, agora, vamos dizer, eu tenho certeza que eu quero seguir isso durante a minha vida profissional.

Foi ali que você decidiu, então, que você ia ser quando crescesse.
que eu ia trabalhar, não sei como, mas eu ia trabalhar com o meio ambiente, com educação, com com a pesquisa científica em si.
Tá, vamos dar um break? Me conta

Se uma delas é sua namorada... Primeiro, você sabe quem é quem?

No começo no começo eu não sabia. Era muito difícil.

em parte. É... E elas são da onde?

E elas começaram a trabalhar também na área de... Elas começaram com educação e foram para meio ambiente. Então, eu conheci elas, eu estava com dezesseis, elas estavam com E a partir daí, a gente sempre foi amigo. Sempre tivemos contato, sempre fomos para para para feiras juntos.

E aí esse ano, a gente foi o ano que elas foram para a Feira dos Estados Unidos, que foi em Nevada, e eu fui também, só que não como aluno, de novo, eu fui como intérprete, como voluntário. E aí aconteceu, aí eu a gente começou a namorar lá e a gente começou a sair, começou a ficar.

Porque eu eu reconhecia elas primeiro. O tom de voz delas é
mas como é que você sabia que era aquela garota que você queria namorar?
Porque a personalidade delas é muito diferente. Completamente diferente.

Então a gente a gente tem opiniões fortes.

Sai faísca.

Eu até brinco com ela. Ela é mais menininha, porque ela é mais carinhosa, ela é mais mais meiguinha. Então, eu já sabia desde desde o começo que que ela era, vamos dizer, minha gêmea favorita.
Ah, então está bom.

Vamos voltar Quer dizer que em dois mil e oito, então, você

para os Estados
Só que outra coisa, a Mostratec, além de Atlanta, me proporcionou eh outro outro trabalho, ir para a Espanha, porque o diretor de uma feira na Espanha veio no meu projeto e falou, eu quero que você vá. Só que, como eu não tinha ajuda do governo para ir viajar, como por exemplo na Alemanha, na Rússia, eu sempre dependia de quem? Meus avós, paternos, maternos, do minha madrinha, padrinho, tio, tia, todo mundo fazia vaquinha e eu conseguia o suficiente para para participar.

Legal, como chama o colega?

É que eu conheci eles na na minha escola.

Eu acho que que foi muito importante, porque isso vai ficar para sempre, né, para todos que que que precisarem.

De novo, cronologicamente. Fui para a Espanha em abril, participei da feira lá, que aconteceu no Museu de Ciências. que é lindo, maravilhoso, eles têm até um bioma da Amazônia lá. É fantástico e eu olho e eu falo, nossa, tinha que ter um desse aqui no Brasil, com certeza.
Em Madrid ou ou... Em Barcelona.
Em Barcelona. Então, todo aquele ar de Barcelona, muito gostoso também, eu acho que que deu um um a mais. Então, eu participei dessa feira de lá... Foi no começo de abril. No final de abril, a mesma conferência da Rússia e da Alemanha ia ser na Ucrânia. Ia ser no final do mês. Eu falei, bom, vou voltar para casa? Para quê? Né? <laughs> Já estou aqui, né, estou na chuva, vou me molhar, né?

E eu estava muito próximo dela, todo todo final de semana a gente conversava por Skype, tanto é que eu devo muito do que eu aprendi de inglês a ela, porque ela sabia demais, nossa, ela me ajudou bastante. E ela falou, vem para cá. ela estava numa época antes de entrar na universidade, tipo um pré-vestibular, vamos dizer assim, e eu fui para a casa dela. Então eu saí da Espanha, fui para a Croácia, fiz um mês de intercâmbio, um mini intercâmbio na escola dela, conheci de novo outra cultura também, uma ex-república socialista, foi maravilhoso. Os pais dela me trataram como se eu fosse um filho. Tanto é que o interessante é que o pai dela, ele é muito, muito inteligente, é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. E ele lê muito, então ele lê Jorge Amado, ele sabe muita coisa do Brasil, e ele falava do muito antes de sair na televisão, em qualquer lugar ele já falava, olha, Brasil, Rússia e China, escreve o que eu estou te falando. E ele sabia muita coisa do Brasil, ele sabia, assim, eu eu até brincava com ele, que ele sabia mais do do Brasil do que eu até. E ele me chamava de filho segundo.

E aí, de lá, eu fiz uma aventura que até hoje eu eu nunca vou esquecer dessa aventura. Eu saí de trem da Croácia até a Ucrânia. Foi assim... É indescritível. Eu eu eu saí de lá, fui para a para a Hungria, até aí tudo bem, Hungria, bastante turista, todo mundo falava inglês, legal. Aí depois da Hungria eu ia até a fronteira da Ucrânia e depois eu tinha que ir para o sul da Ucrânia, numa cidade chamada Chernivtsi. Aí eu falei, tá, vamos lá.

Ele escreveu em cirílico para mim, que é outro alfabeto lá.

Aí eu, beleza, vamos lá. Cheguei lá na estação de madrugada. Não tinha ninguém.

Demorei quase vinte e quatro horas para chegar lá. Demorei muito tempo, porque até Hungria é relativamente rápido, mas a Hungria até lá demorou umas doze horas, eu acho. Aliás, seis horas até a fronteira e depois mais seis horas até o
Até o o sul... Tá, e não tinha ninguém na estação.
Cheguei lá, nossa senhora, começando que ninguém falava inglês lá, né? Falei, pô estou lascado, né? Cheguei lá na na imigração, a mulher olhou assim para mim, meu passaporte, Brasil, ela falou Brasília... Aí eu falei, é. Aí ela começou com uma cara de espanto, tipo, o que que um brasileiro tá cheirando na estação aqui na na fronteira, né? O cara o cara do raio xis quase tirou foto comigo lá, o Pelé, o Pelé. Normalmente, pessoal de imigração não é assim Eu fiquei até meio meio assim. Mas tinha uma moça que tava me ajudando a a dar uma traduzida lá. Aí eu cheguei lá no guichê, estava tudo fechado, eu chegava para a mulher, mostrava o papel, ela falava, não, não, não, não, não, não, não, não.

Como que eu vou fazer isso aqui? Eu cheguei, eu olhei lá o o o, como é que chama?
O letreiro.
O letreiro, onde tem os horários dos trens. E eu só sabia ler em cirílico Moscou, que não ajudava muito, Kiev, que é do outro lado, e sabia ler a cidade que eu precisava ir. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Aí tinha uma senhora, que eu lembro que ela estava lá, e eu comecei a tentar conversar com ela, falava ucraniano e alemão. Aí ela... Eu falei para ela, Chernivtsi. Ela falou, Chernivtsi? Chernivtsi. Eu voltei para ela,

Aí eu comecei a ir com ela. Eu segui ela, então eu dava o dinheiro para ela, ela comprava as passagens para mim e ela me levava, porque ela ia para o mesmo lugar. Então eu peguei eu entrei no túnel, eu peguei ônibus, nossa, eu vi assim o interior da Ucrânia, assim.

foi um um choque assim é foi foi muita sorte né porque eu estava totalmente perdido né eu botei a mão na cabeça né eu precisava chegar em dois no máximo até dois dias que começar lá
Aí... Você chegou a tempo?
E cheguei a tempo, cheguei no dia que começou, certinho. Aí ela me levou e eu estava chegando lá perto, eu falei, está legal, vou chegar na cidade, mas e aí, como é que eu vou chegar no lugar? Aí eu tinha um cara no no ônibus lá que falava inglês, ele me emprestou o telefone, conversei, aí ela falou, estamos com o seu brasileiro aqui. foram me buscar lá, chegaram, você tava perdido, que que você tava fazendo na cidade Aí eu falei, sei lá, não sei nem onde eu estava. <laughs> só indo atrás da da da da senhora. <laughs> Se ela quisesse me levar para a China, ela me levava, de boa.

deu tudo certo. Encontrei com os brasileiros que já estavam lá. Consegui trazer mais mais um um uma conquista para o nosso país, vamos dizer assim. Trouxe prêmio de categoria de lá. Eh... Encontrei várias pessoas que participaram outros anos. E aí eu voltei para a Croácia, fiquei passei o aniversário da minha amiga lá e voltei para casa de novo. Isso nós estamos em final de abril. Dez dias depois de eu ter voltado, era a feira dos Estados Unidos. Então eu mal cheguei, mal lavei a roupa e já estava saindo de novo. Aí fui para os Estados Unidos. Aí o que foi bom ter feito isso antes? Trabalhei meu inglês, eu aprimorei a a minha técnica e o que me ajudou muito a ganhar confiança para para apresentar lá.

é outro mundo totalmente diferente a feira é primorosa assim eu acho que é é uma coisa bonita de ver porque são mais de mil e quinhentos estudantes nessa feira é enorme E tudo com o maior cuidado, com a maior atenção da Intel, que que patrocina esse evento. E assim, foi uma experiência única que eu acho que marcou a minha vida. E você começa a ver o como a gente precisa crescer nesse lugar. Porque além dos Estados Unidos, os Estados Unidos vai em massa para essa feira, porque é do do país deles, né? Mas você vê outros países também, você vê como nós precisamos aprimorar a educação. não só científica, mas em todos os sentidos no nosso país. Porque lá, os projetos brasileiros eram muito bons, só que os americanos, eles tinham um apoio institucional muito maior. Então, eh além de universidades, eles tinham patrocínios, a escola já já já tem essa cultura de feira de ciências, que normalmente tem tem lá também.

tinham trabalhos que você tinha um menino que curou câncer tinha gente que fez um um cara que fez um novo modelo matemático que que nem os avaliadores conseguiam acompanhar a idéia dele assim idéias geniais uma feira o que tecnológica é ciências e engenharia então você tem as ciências humanas tem a parte de meio ambiente engenharia tem assim tudo todas as áreas do do conhecimento é bem eclético vamos dizer assim outras pessoas que também apoiam, e dão incentivo para os alunos, são prêmios Nobel. Então, foi a primeira vez que eu vi uma palestra de um de pessoas que ganharam um prêmio Nobel. Então, prêmio Nobel de de Física, de Química, eles... Vão lá, dão palestras, incentivam os alunos e fomentam a a ciência.
E durou quanto tempo essa feira
Foi uma semana, em Atlanta.

Muita atividade, sempre, sempre, sempre. Tiveram atividades eh de passeio, levaram nos levaram na Coca-Cola, que a sede da Coca-Cola é lá, na ce ene ene, mas a gente também passou muito tempo cuidando do projeto. Porque o rigor lá é muito grande. Então, se na nossa língua já é difícil, a gente tinha que tomar cuidado com rigor maior em inglês ainda. Então, e o domínio da língua inglesa era importante. Tudo que você mostrava para o cara, que você estava se esforçando para o avaliador, não para o cara, para o avaliador, que você estava se se esforçando para... Para apresentar em inglês, eles valorizavam isso. Então isso isso conta conta bastante. O seu o seu esforço, o seu Porque lá, o que acontece? O que que acontece? Eles não querem ver se você tem só um trabalho bom. Eles querem ver quem é você. Como você chegou ali? Isso é até critério de de de seleção lá.

Então, eu pude conhecer professores, eh que outros outros professores com uma outra abordagem também. Foi, assim, muito muito boa essa experiência. E eu estava feliz, de novo, eu conheci muita gente, fiz muitos contatos, fui com o pessoal do Brasil também, fiz várias amizades. E aí teve a cerimônia de premiação. O que acontece lá? Muitos americanos ganham. É muito difícil ganhar um prêmio lá. Brasileiros, pouquíssimos brasileiros ganham. Teve Tem a a duas cerimônias, a especial, que são instituições, sociedades que dão prêmios, e a a a de categoria, que chamam os Grand Awards, que eles chamam. Aí legal, essa de todas é a que eu tinha mais certeza que eu ia voltar para casa só com sorriso no rosto, né? Aliás, só não, com sorriso no rosto, né? Aí eu estava lá sentado, na cadeira, enorme, enorme, muita gente. Porque juntou, junta todo mundo, orientador, professor, aluno, então tinha duas mil pessoas fácil lá. Aí eu estou lá, aí começou, eles começaram a chamar o os os grupos, os individuais, lá, Environmental Sciences. Aí uma música tipo Super Homem lá, deixava todo mundo com a maior emoção. Aí eu tava lá, eu escutei na minha categoria

Nossa senhora!
Com o mesmo trabalho também? É

Fazer aquele da nascentes. Aí o que eu fiz? Eu juntei os dois num trabalho só... E intitulei, eh ai eu lembro em inglês, tem que lembrar em português.

Então, porque era era o mesmo

Os dois aprendizados. É o mesmo tema, a mesma área. Então, eu acabei usando os dois para para construir um projeto.
E esse é que foi para a Atlanta, então, que foi

A categoria também.
categoria
que ótimo.
E aí eu levei para lá, eu... Nossa, eu eu chorei lá. Eu subi no no no palco, porque tem um palco enorme, parece uma tela de cinema, é um Oscar, é um Oscar, é é como se fosse. E eu via aquele mundo de gente nas cadeiras, eu falava, gente, eu estou aqui.
Que legal.
Eu estou aqui. Aí eu comecei a chorar lá. Não e assim, eu ganho quarto lugar, chorando. Os que ganharam o prêmio maior lá, que que são cinquenta mil dólares, né? Que... Que são os três tops da feira inteira. Nem nem eles estavam felizes daquele jeito. Eu ia te perguntar isso, quer dizer, esse prêmio em dinheiro tem alguma coisa o prêmio, aí eu ganhei quinhentos dólares da da da Intel. Aqueles que que também entregam os prêmios. E... E nisso, nossa, eu...

Eu vibrei, nossa, por muito tempo. Tanto é que eu, e eu quando eu tava indo para lá, eu virava para mãe, eu fiquei uma semana falando, mãe, eu estou indo para lá. Bate em mim, dá um dá um beliscão, possível.

E lá foi a mesma coisa.

Isso nós estamos falando de dois mil e oito, não é isso? Isso

Dois mil e oito Aí, depois, alguma outra
Isso, teve,

Aí eu voltei, né?

E aí eu voltei. E eu fiquei sabendo nessa feira que ia ter uma conferência que um torneio que eles chamam de Torneio de Jovens Cientistas da União Europeia, que é realizado pela União Europeia há há vinte anos, e que ia ser na Dinamarca.

Que bom, né? Que legal. Aí eu conversei lá com com com os organizadores e ele falou, eh manda o teu trabalho, porque a gente estava, como vai ser aniversário, normalmente só o país da União Europeia da Europa em geral, Rússia não é União Europeia, mas participa, por exemplo. é mais fechado. Mas ele falou, como é o vigésimo aniversário, nós vamos chamar um representante da América do Sul, um da da dois da América do Norte, da Ásia, da África. E ele falou, manda para a gente. Aí eu mandei o trabalho e você tem uma série de procedimentos que você tem que ser aceito. Como essa feira ela é afiliada do Rio Grande do Sul e para você ir para ela você precisa ter ganhado um determinado prêmio lá, eu... Meu trabalho era era... ele era elegível, vamos dizer assim, estava qualificado para participar. E o que acontece?

É a América do Sul, mas ele já... que ele ele... depois eu fui descobrir que ele dá aula... Ele vem dar aula na u ene bê de vez em quando, então ele falou, não, tem que ser do Brasil.

Aí... Você foi também para essa... Fui para essa para essa para esse torneio.

Em Copenhaguen.

Foi em outubro, outubro, isso. Então eu cheguei lá e essa esse torneio é como se fosse um prêmio dado aos melhores de cada país. Então você tem a competição interna, mas eles têm o o cuidado de fazer aquela feira ser especial para os alunos, como se fosse realmente para dar um um sentido de de eles serem premiados, que eles são alunos destaque. Então, eles tinham banquetes, eh eles colocaram a gente foi num hotel, eles nos deixaram num hotel excelente.

O meu orientador sempre esteve do meu lado.
que é aquele primeiro...

sempre com ele.

Ele foi, assim, eh o principal catalisador, vamos dizer assim, dessas ideias, né?

Então, aí de Copenhage você participou
Em Copenhagen foi diferente de novo. Não, porque lá eram só nós éramos convidados, visitantes. Então, a gente não competia com os outros

União Europeia tinha Rússia Todos os países que que têm algum relacionamento com com com a a Europa estavam lá. Ucrânia, por exemplo. E que que teve de diferente lá? Lá na Dinamarca, de novo, eu vi a educação, como forma-se a educação. Porque aqui no Brasil, dificilmente vem um ministro, dificilmente vem um presidente. Só agora, esse ano, eles conseguiram fazer uma reunião com o Lula e com e com os o ministro da educação e da comunicação. Então, assim, sempre foi muito difícil. E lá, os ministros vinham e o príncipe da Dinamarca é o principal apoiador dos movimentos de ciência jovem. Então, ele visitou o os trabalhos, ele ele é o ele é o presidente honorável da da da Então aí no final, no encerramento, eu acabei <laughs> acabei falando, bom, eu estou aqui, o príncipe da Dinamarca está sentado algumas mesas do meu lado, eu vou sair sem nada? Não dá, né? Aí eu tinha um um pin Brasil-Dinamarca, eu cheguei para o para o príncipe, falei, com licença, príncipe tinha um monte de segurança lá, né? Com licença, eu queria dar essa lembrança para o senhor, lembrar, né? Só que tem um detalhe, todo mundo da Dinamarca ainda tem aquele negócio, tipo, Príncipe Charles e Princesa Elizabeth, é, como como no Reino Rainha Rainha Elizabeth como como no Reino Unido, né? Aquela questão da monarquia, que são pessoas importantes, que tem que ter respeito, protocolo. falaram, não, porque você tem que chamar de High Royalness, High não sei o que lá, falaram um monte de nome. Your Majesty, eu estou perdido, né? Na hora que eu fui falar, eu falei, Dear Majesty, querida majestade.

Ele olhou para mim e deu risada, né? <laughs> Eu... teve uma simpatia lá, ele é super simpático, conversou um pouco, eu até falei, não, não vou te atrapalhar, eu vou sentar ali. E eu fiquei esperto para quando ele fosse embora. Aí eu estava indo embora com a princesa, Aí eu saí atrás dele assim, Dear Majesty, Dear Majesty, tira uma foto comigo. Aí ele olhou assim para mim, vai, eu tiro, só que tem que ser rápido. Aí eu peguei, eu abracei ele, <laughs> a princesa, entrei no meio. Aí eu dei a foto para o segurança, o segurança olhou a máquina para o segurança, ele olhou, eu não vou tirar essa foto, você está louco? Aí o príncipe falou, estou autorizando Aí eu falei, nossa senhora, né? Aí eu eu tirei a foto e depois ninguém acreditava, falou, pô, cara, você abraçou ele, quebrou eu quebrei todos os protocolos que existiam ali, foi muito
Que bom, muito bem, vamos trocar a fita?

Eu estou repetindo muito palavra?

Está perfeito. Então está bom. Porque às vezes eu

Não, está ótimo.

Sua vida super corrida <laughs>

Porque o Instituto Votorantim apoia iniciativas como a Então, eles iam lançar um projeto piloto que chama Geração Atitude e eles fizeram uma convocação. Então, as instituições que eles apoiam iriam escolher dois jovens, iam enviar para eles e eles iam fazer uma seleção para participar desse programa.

Então o Instituto e a eme be a Empresarial eh tem o intuito ne nesse projeto de trabalhar com as gerações futuras, as o os jovens de atitude que ele que eles chamam, que vão construir a sociedade brasileira a partir daqui.

Agora no meio desse ano. Porque foram seis meses. Começou Então, esse ano, né, nos primeiros seis meses, nós tivemos encontros presenciais, onde eles trabalharam com a gente uma parte mais empresarial, vamos dizer assim.

Trabalhar em equipe, trabalhar liderança, eh criatividade, para estimular, né, eh esses jovens para para para formar, né, que eles de etapa de formação. E foi aí que eu comecei a ver tudo de uma maneira diferente. Eu passei por essas etapas, conheci pessoas maravilhosas no programa, que que assim, cada um lá tinha uma uma vivência totalmente diferente, pessoas que trabalharam com cinemas, com arte, pessoas que trabalharam com com cidadania. Então, isso isso enriqueceu que eu trabalhei, que que que nós trabalhamos, né, porque cada um lá era era uma... Vocês são em quantos?

Então, eh um ajudando o outro, isso foi foi foi muito muito interessante. Tem outro grupo também, esse é o grupo individual, tem o grupo dos empreendedores, né, que aí são são mais pessoas, né, mas aí foi trabalhado separadamente. Então, eh onde eu estava mesmo?
Você estava falando que foi super legal esse teu contato
Esse contato com com as empresas e e com e com esses jovens. comecei a a formar uma diferente visão de mundo. E eu descobri minhas que minhas potencialidades profissionais estavam apontando para essa carreira. Então, com todo o apoio, todo o suporte da eme be a, eles fizeram um acompanhamento vocacional muito muito grande, com com apo apostilas, eh palestras, eh feedbacks pessoais, individuais. Isso foi, assim, acho que eu nunca ia poder ter isso na minha vida sem sem o Instituto Votorantim. Foi como se fosse um guia para... para direcionar os jovens para as áreas, para eles começarem a atuar.

É uma uma descoberta. O projeto foi uma uma descoberta, eu acho que, não só para mim, mas para todos todos os os participantes.

Que eles aconteciam de quanto em quanto tempo?
Mais ou menos de um mês e meio a dois. Foram quatro encontros de trabalho, aí o teve o encontro de comemoração também, que foi...

De farra e festa
todo mundo ficou aliviado por ter conseguido. E o que o que está envolvido nesse programa? Qual era o nosso objetivo? Não era as ferramentas que o que o Instituto utilizou, foram essas que eu contei, mas qual era o objetivo? ter um aporte financeiro desses estudantes, para eles começarem a aplicar um plano de carreira. Então, nós tivemos esse acompanhamento para criar um plano de carreira, criar um plano de metas, de onde a gente quer estudar, como, porquê, o que a gente quer fazer, e eles... entrarem com a a ajuda financeira e de men de mentoria, porque nós vamos ter um um padrinho do do grupo Votorantim para para para assessorar, conversar, guiar. E juntar isso para a implementação desses desses planos, certo?
Isso então, mas a partir do ano que vem, porque ainda vocês estão numa fase... A partir do meio desse ano já. Ah, já direto?
Já, que teve o encontro de comemoração que encerrou, porque nós tivemos que apresentar esse esse plano para um para o para a comissão do Instituto. para eles aprovarem, para eles verem se era um plano coerente para que valesse a pena o investimento e o desenvolvimento, certo? Então, eh teve essa fase e aí todos do meu grupo conseguiram passar. Isso foi maravilhoso, né, porque todos estavam engajados, todos tinham um grande potencial, tem um grande potencial, né, tinham... tem um grande potencial, então isso foi foi muito bacana. E a história é, cada um tem uma história, um uma implementação, um plano de carreira.

Para tentar entrar no curso dessas dessas universidades.
no momento você tá fazendo pré-vestibular.
Estou fazendo
como é que é a tua vida hoje?

Porque se não fosse o Instituto, eu não teria condições
você aluga um apartamento?

Eu moro numa república.

É uma republicazinha, né? Não tem São três pessoa, eh eu e mais dois. Todo mundo desse desse programa, não?

Eles são da éfe gê vê, só que eles fazem economia.

Aí eu vim me mudar e morar com eles.
aí você faz o pré-vestibular.
Isso, aí eu faço pré-vestibular, que como como o dia, eu tive até o dia da apresentação, eu não sabia o que ia acontecer, até o dia de da aprovação eu não sabia, então eu acabei, eu estava, ainda estava em dúvida. Mas aí eu tomei a atitude um pouquinho antes da da porque, ai nossa, embolei tudo, vou falar de novo.

Ah, você já tinha decidido
Eu tinha que ir. Só que qual que era o qual que era a questão?

Não teria condição de eu de eu ficar só com a ajuda da minha mãe e do meu pai durante durante Então, eu tomei o partido. Antes de ser aprovado, eu eu tive que tomar a atitude, vamos dizer assim, de vir para cá, sem sem ter certeza ainda absoluta. Aí, graças, eu consegui...

Elas são caras, então ah o instituto vai
E como é que você mantém, por exemplo, tem alguma verificação deles? E você tem que apresentar relatórios?
relatórios tri trimestrais e o desse trimestre não não teve porque foi agora o começo, mas aí no no final do ano eu vou vou ter que apresentar um relatório, o quanto que eu... O que eu fiz, o que eu evoluí, eh quais foram os resultados obtidos durante esses seis meses. E aí, de novo, vai ter uma outra aprovação em cima disso para continuar esse aporte durante dois anos. Então, são várias etapas ainda, não não acabou, não é só isso, tipo, toma o dinheiro e se vira. É assim, eles dão aporte financeiro, mas eles dão uma força técnica, eles dão informações muito muito importantes e é um programa progressivo, assim.

Ainda não não foi nomeado. Mas o meu mentor no projeto, é o meu orientador. Porque cada um tem um mentor durante essa trajetória. Porque nós não não ficamos sozinhos em nenhum momento. Então, em nenhum momento, vamos dizer assim, sozinhos no sentido de abandonados. Sempre tivemos o o o suporte dos professores, né? Nós lógico, nós trabalhamos sozinhos. Ai nossa embolei tudo.

que é que é o meu mentor. Eu falo para ele que que ele é meu pai, nisso tudo ele é meu pai.

aí, o que que aconteceu? O que aconteceu?
Não, e aí então você está agora... ãh... É, aí agora eu estou no no

Tenho tenho meu foco, né?

agora, mais do que nunca... Está dependendo muito de mim.

Só que agora depende de mim entrar para depois o Instituto, de novo, retomar esse trabalho numa nova era, assim, vamos dizer assim numa
Isso foi super importante, então, para você?
com certeza. Mudou a minha vida.

Porque, a princípio, eu estava prestando para a engenharia ambiental. Engenharia ambiental, o ambiental tem tudo a ver comigo. Só que a engenharia, eu nunca tive uma uma afinidade com ela, então eu estava, vamos dizer assim, meio perdido. Ainda não sabia direito, tanto é que eu tinha prestado administração junto, eu estacs eu ainda estava nebuloso.

Porque você é obrigado a refletir, né?
É, o plano de trabalho foi muito importante Foi um momento de introspecção, porque eu tive que ver o que eu fiz na minha vida e o que eu quero e como eu vou alcançar esse sonho. Então, se meu sonho é trabalhar com educação e meio ambiente para trazer para o Brasil, fazer o Brasil ser um país tão tão tão desenvolvido nessa área quanto a Dinamarca, por exemplo, São essas ferramentas que eu vou ter, que o que o que o Instituto me proporcionou para para poder construir, começar a construir esse caminho. Então, acho que esse momento é que é o momento É é o momento chave, porque é o momento que todos ali já estão mais maduros, né, tem uma uma uma uma ideia mais bem formada, vamos dizer assim, não são crianças, mas mesmo assim precisemos de de orientação. Nós não somos crianças, mas também não somos adultos.
Então... Mas já dá para olhar para essa trajetória de cada um de
De cada um e e projetar para para saber que caminho caminho seguir, né? Para continuar esse trabalho, né? uma coisa contínua.

E você falou que o perfil é dos mais variados, quer dizer, tem gente
meninos, meninas, ma eh matemática, administração, engenharia de produção, engenharia ambiental. Então, tem tem é bem eclético o grupo

Você que andou por aí, quer dizer, uma empresa dando dando esse apoio é muito importante.
Com certeza, sim. Eu já vim eh lendo várias coisas sobre o Grupo Votorantim em si. E o Grupo Votorantim sempre eh foi uma empresa que teve um comprometimento com o desenvolvimento do Brasil. Então Empresa, é uma empresa que cresce, é uma empresa que que vai para frente, mas com uma responsabilidade social de investimento no nosso país. E eu acho que isso é muito importante, porque faltam eh há uma falta de iniciativas, como como do Grupo Votorantim, de de investir no no nosso país. Porque a gente tem falta de investimento público e o privado é muito importante também.

Com certeza.

Não não tem como você deixar toda a responsabilidade no governo e não tem como deixar toda essa responsabilidade com com o setor privado. Eu acho que os dois têm que unir forças e trabalhar em conjunto para... para para construir um Brasil melhor.
Principalmente nessa área que você vai se dedicar, né?

dois é tranquilo, né?

É, porque vinte e cinco de janeiro é aniversário da

Mesmo com dezoito, que lições você poderia dizer que você tirou da sua vida, dessa tua trajetória?
Olha, assim, acima de Se você acredita que você pode fazer a diferença, e você ti tiver você seguir isso com garra, você vai fazer a diferença. Se você tem um sonho, corra atrás, você consegue. Se todo mundo trabalhar em prol de todo mundo, se cada um ajudar o próximo de uma maneira efetiva, de uma maneira... especial assim vamos dizer assim com com comprometimento tudo tudo fica melhor entendeu acho que a sociedade a única maneira da sociedade melhorar através da própria sociedade então acho que o mundo é uma corrente de pessoas é uma corrente de acontecimentos então a gente tem que construir como aquele filme lá uma uma corrente do bem para para sempre deixar a nossa vida, o meio ambiente, o planeta que a gente vive, de uma maneira... eh para deixar ele melhor, de de certa maneira. E... o que mais? Nossa, tinha uma coisa que eu que eu queria falar que eu esqueci.
daqui a pouco você lembra. Deixa eu te perguntar, você tem momentos de lazer, além de namorar?

É namoro, isso tudo, meu momento de lazer é o namoro. Porque, assim, o cursinho, é é a carga horária é puxada, eu ainda estou fazendo, estou continuando minhas aulas de inglês, e junta muita coisa, tem final de semana, eu tenho que voltar para a minha cidade também. E agora eh vai ser a maior correria, porque eu tenho todos os finais de semana, até o dia três de dezembro, tem vestibular.

Ela ela, assim, eu falo para ela que se não fosse ela, eu já ia ter enlouquecido aqui

As pessoas, o ambiente, é tudo muito grande, é tudo muito rápido. E é meio que cada um por si aqui, sabe? Não tem essa de ah, você é o fulano, você é o ciclano. Não tem essa de quem é quem aqui. Lógico, tem alguma em alguns setores da sociedade, mas num num num geral assim, não tem. Então assim, cheguei aqui sozinho. E ela é minha companhia, ela é minha força. Eu eu agradeço a ela todo dia por ela estar me apoiando. Ela, aqui, ela é uma das... ãh... Ela é, com certeza, a maior incentivadora do meu sucesso aqui. Como eu também incentivo o dela, que ela está terminando o terceiro ano. Ela também vai passar por essa época de vestibular. Eu sempre falo para ela que que vai dar tudo certo. E... E a gente, vamos dizer assim, a gente se levanta.

é um incentivador um do outro.
O que que ela vai fazer?
Ela quer fazer ciências biológicas.

Teve, sim. Teve assim, porque quando eh eu ia viajar, eu ficava uma semana, um mês, mas eu sabia que eu ia voltar para a minha casa. Então, eu aprendia eu voltava para minha casa agora eu sei que não tem mais isso eu volto de final de semana mas a minha vida a partir de hoje é aqui eu tenho que estabelecer meus laços aqui também minhas amizades e A minha rotina, né? Mudou tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Na minha cidade, nossa, não tem transporte público diferente, eh a correria, não tem essa correria. Tem, agora tá ficando com engarrafamento também, mas mas não é que nem aqui, não chega nem perto. <laughs> É um choque grande, mas eu acho que nos primeiros meses foi muito difícil.

Nossa, a saudade de casa era muito maior do que do que do que hoje, mas eu vou dizer que eu estou me adaptando bem até.
Você fala com a sua mãe todo dia ou não?
Ah, quase todo dia. Se eu não falo por voz, mando uma mensagem de texto ou falo no computador, sempre tem um... E ela veio na sua casa?

Ela já veio aqui.
veio, já reclamou da faxineira?
Não, nada, ela agradece, né? Porque se não tivesse a faxineira, meu Deus do céu, porque a gente brinca que a moça que... A moça que trabalha lá, quando ela chega, eu falo, nossa, você é a salvadora dessa casa. Chegou para tirar a gente do do do do do obscuro, né? Que ela vai, limpa tudo, arruma, três solteiros é é

E me conta uma coisa, quando você vem de lá no final de semana, traz um bolinho que a mãe fez, uma torta que Nossa, sabe o que eu comecei a fazer agora?

peço a minha avó fazer comida, <laughs> naquelas embalagens de de de alumínio, uma quentinha, isso. Aí eu ponho a quentinha no congelador e vou e vou comendo aos pouquinhos, porque cozinhar não dá, não dá certo. É congelado, põe no microondas, acabou, está pronto, ótimo.

Eu eu eu conheci eu achei uma coisa muito interessante, porque valoriza, os vamos dizer, a vida de cada um, os cases de cada um. E isso forma uma um acervo de experiências muito grande. Eu acho que é um acervo que não tem não tem valor. Porque... Aliás, não tem valor, não tem preço, desculpa. Desculpa, deixa eu voltar.

E, como eu sempre falo, cada um vai ter uma vida diferente e peculiaridades que constroem uma uma uma rede de de conhecimentos muito grande. Então, o museu da pessoa é muito importante, na minha opinião, por causa disso, pelo pelo grande a grande variedade de experiências que ele

Você gostou de dar entrevista?

Achou tranquilo? Primeira vez que eu uma entrevista tranquila assim
Lembrou o que queria falar? Faltou eu perguntar alguma coisa? Não, acho que

Queria dar um recado para os jovens.

Os jovens, eu acho que tudo, o futuro depende dos jovens. E hoje eu acho que a juventude está um pouco perdida, está um pouco sem meta, um pouco sem rumo. E eu queria dizer que o potencial dos jovens é muito grande, o potencial de mudança é é muito Jovens, eh trabalhem, estudem, deem valor na educação que é o que vai fazer a diferença na vida de vocês. Vocês vão poder fazer descobrir que vocês podem fazer tudo o que vocês conseguirem se vocês tiverem comprometimento, criatividade, eh esperança e muito, muito trabalho duro e educação para para construir um caminho melhor Para o nosso Brasil.

Adorei fazer entrevista com você. Gostei muito.